mil novecentos e quarenta e sete, eh, fala um pouco dos seus pais, o nome deles, o que eles faziam.

Mil novecentos e oitenta e quatro e

Meu pai veio com dezesseis anos e a minha mãe com seis anos. Então, ela disse que ela é mais brasileira do que outra coisa, porque veio com seis anos, então está há setenta e nove anos no Brasil Qual era a profissão profissão deles? O meu pai ele...

Atualmente, acho que nem existe mais o jornal. E a minha mãe é prendas domésticas.
(barulho de tosse) E os avós, você conheceu eles?
Eu conheci a minha avó... paterna. Ela faleceu quando eu tinha treze anos. Tanto é que eu sou uma das que mais fala japonês. Entre os meus familiares, por exemplo, porque eu convivi muito com a minha avó. E a minha avó, ela só falava japonês. Pouco entendia de português. Quer dizer, ela entendia, mas não falava o português. Então, até os treze anos, eu falava praticamente mais japonês do que português. Em casa, pelo menos.

Porque meu pai era o filho mais velho. E pela tradição oriental, que hoje já mudou um pouquinho, o primogênito ficava com os pais, cuidava dos pais. Se bem que eu tenho mais três outros tios, né, o meu irmão, o meu pai eram quatro irmãos, eu digo eram porque agora só tem um tio vivo. E a minha avó ficava um pouquinho na casa de cada um, mas ela ficava mais tempo com a gente.
E ela cozinhava, é, comida japonesa?
Fazia. Ela gostava de cozinhar, quer dizer, a gente tem muito, eu tenho muito de, da tradição, porque na minha infância eu acompanhei muito isso. E a minha avó fazia questão que fosse mantido isso. Eu acho importante isso, porque eu acho que são as nossas raízes. Entender por que, às vezes, o seu postural.

Porque, às vezes, assim, não que não que vá de encontro, que choque com a tradição ocidental, mas tem coisas, realmente, que eu acho que vem muito disso de raiz, sabe? Da raiz oriental. Então, veio muito da minha avó. E eu até, até hoje, eu procuro falar em japonês com a minha mãe, embora ela responda em português para mim. Ela fala, Ah, esqueço, e falo em português. Mas eu falo, mãe, eu preciso treinar. Porque isso de língua, vocabulário, eu acho muito importante isso. Você manter essas raízes.
Você conhece a história é dos seus pais, como eles se conhe foi no Japão?

Minha mãe ficou órfão muito cedo, eu sei que ela foi trabalhar até no Rio, tinha um padrinho dela, é um senhor gaúcho, ajudou muito a minha mãe e eu sei que ela trabalhava na casa até desse senhor e ele tinha um jornal no Rio de Janeiro e depois ela veio para São Paulo porque a minha mãe ficou órfão praticamente com quatorze anos e ela é filha única então aí ela conseguiu, quer dizer, conseguiu sobreviver

E aí eu sei que eles se casaram aqui em São Paulo em mil novecentos e quarenta e cinco, foi até a época da guerra, tiveram que casar até no consulado.

Mas depois, logo de casados, recém-casados, meu pai tinha uma frutaria até, na Santa Efigênia. Até de vez em quando eu passo na região até para conhecer. Minha mãe não se lembra bem o local assim, mas eles moravam lá, alugaram um quartinho na Santa Efigênia e tinha esse, vamos dizer, uma frutaria na frente de um bar. Hoje em dia não tem mais isso, né, mas é diferente assim, a época é outra. E a minha mãe diz que me deixava dentro de uma caixinha de laranja, até ela fala para mim, acho que foi por isso que você não cresceu muito, você ficava dentro da caixinha de laranja , <laughs> enquanto eles trabalhavam e

E aí nós mudamos para Santana do Paraíso, nós somos uma família de três irmãos, eu sou a mais velha, eu tenho a minha irmã casada que tem dois filhos, o meu irmão que ele resolveu seguir uma parte, vamos dizer assim, mais religiosa. Ele faz parte dos Arautos do Evangelho, que eles pregam a religião católica. Inclusive, agora eles já são reconhecidos pelo Vaticano. E ele viaja muitas vezes lá para para a Itália. Ele esteve agora, no mês passado, na Itália. E eu sei que ele visita o Vaticano, foi para Fátima. Então, ele é do lado mais religioso da família. É o que a gente costuma dizer, ele reza pela família toda.
E quando você nasceu, seus pais moravam em que bairro? Eu perdi um pouco o o fio da... Você nasceu e está morando em que lugar?
Eles moravam, logo Que nós, que eu nasci, eles foram morar lá para o lado da Santa Efigênia. Quando eu nasci, porque ele tinha o, vamos dizer assim, o a frutaria lá, né? Na frente do bar. Aí depois eles alugaram uma casa na, na saúde Na região da saúde Aí quando nós fomos para a saúde, quer dizer, mas eu era muito bebezinho, né, eu era muito bebezinho. Aí depois ãh nós mudamos para Santana do Paraíso, alugamos uma casa Santana do Paraíso, que é uma rua pequena que hoje passa vinte e três de maio, antes tinha um córrego lá embaixo. Na Santana do Paraíso, eu lembro que eu fui bebezinho para lá e morei até os treze anos, a Aí, quando eu mudei para o bairro de Mirandópolis. A sua infância foi inteira em Santana do paraíso. Na Santana do Paraíso.

Hoje.

a ligação da sua avó com a sua mãe, quer dizer, essa essa educação que era... Você vê a diferença entre a educação que a sua avó deu para a sua mãe, sendo japonesa, morando lá no Japão, e depois que a sua mãe foi para você. Como é que foi essa transformação de de educação, mudando de país, mudando de continente, mudando de tanta coisa? Você vê, sabe, como é que era essa diferença de
Porque a minha mãe, quando veio por, que veio com ela do Japão para o Brasil, Aí vieram meu avô, a madrasta da minha mãe e a minha mãe, de pequena. Aí eles foram para o cafezal. Então deve ter sido uma uma vida muito difícil para eles, porque era um país que não conhecia a língua, não tinha noção da da alimentação, não conhecia nada. Tanto é que ela fala sempre que eles trouxeram muita coisa de lá. Roupa, até coure, que era um, como se diz hoje, como se fosse um baúzinho japonês, sabe? Que eles trouxeram tudo isso. Então, tudo isso eles trocavam com o senhor, vamos dizer, da fazenda, em troca de alimento. Mas eu sei que assim, eles tiveram uma vida muito curta lá como imigrantes na no cafezal, porque eles conseguiram trocar isso, então acho que conseguiam o mantimento, então a despesa deles deve ter sido menor. Porque depois eles ficavam um tempo até pagar essa viagem, a alimentação que eles tinham, porque eles tinham que adquirir tudo, vamos dizer, numa vendinha da região lá. Então, eles tudo eles ficavam devendo. E deviam ganhar muito pouco, mas em dois anos meu avô conseguiu sair de lá. Pagou as dívidas e saiu. E meu avô era uma pessoa muito, vamos dizer, versátil. No Japão, por exemplo, eles vieram da região de Beppu, que é uma região que tem água quente, águas termais. Então, é ele cortava cabelo. Então, chegou aqui no Brasil, ele trabalhava de barbeiro, de marceneiro, e com isso ele ganhava o dinheiro dele, quer dizer, como eles se mantinham, porque não tinha uma profissão definida. Minha mãe fala que ele chegou até a vender limonada na época de carnaval na Avenida São João, que tinha os famosos cursos, né, que eles faziam, carnaval de rua. Meu avô disse que enchia um barril de limonada e saía vendendo na época de carnaval. Então minha mãe fala, nossa, mas que vida dura que a gente teve, né? Porque se fosse hoje não sobreviveriam. E ela fala, não, a gente, eu ajudava ele a empurrar aquele o barril lá para vender e punha gelo na limonada e vendia os copinhos lá, sabe? No carnaval na Avenida São João. Foi com isso, a gente sobreviveu. Ela Se fosse hoje, realmente, acho que seria, vamos dizer assim, eu até comparo com esses catadores, sabe? de papelão. Só que assim, eles tinham teto para viver, tal, não é, sabe? Não seria, vamos dizer, eh, morar embaixo de ponte como seria hoje. Eles conseguiam manter, alugar um quarto, alguma coisa e ter um abrigo e ter um ter alimentação.

Interior de São Paulo. Minha mãe fala que é em Minas. Ela não lembra muito bem, sabe onde que era? Ela fala, olha, não lembro. Eu sei que nós fomos para Minas e depois nós íamos para São Paulo. Até eu pergunto, que região será que era? Porque tem uma prima que é mineira, mora em, Belo, Belo Horizonte. Até o meu primo lá de Minas, ele fala, deve ser sul de Minas, que é onde teve muita imigração e tal. Mas ela diz que não se lembra, assim, sabe, para dizer eh que região que ela foi, uhum. E a gente não tem, por exemplo, um documento, sabe, de de onde ela foi, uhum. Porque eles vinham todos para Santos e de lá eram, né, as famílias eram distribuídas lá. Então, a gente não tem um documento.
Então, queria voltar voltar então para sua infância agora. Nesse bar no bairro, onde você passou a vida, essa infância inteira, era você e seus dois irmãos, né? Isso.

Isso, a minha irmã e o meu irmão, que é o cassulinha, tá.

A minha irmã tem um ano e um ano e oito meses de diferença comigo e o meu irmão quatro anos, mais novo.
conta um pouco. do bairro, se você consegue descrever, você falou que tinha um córrego, descreve um pouco esse bairro para mim.
É, porque a rua que nós morávamos, é a Santana do Paraíso, era uma rua sem saída praticamente, que dava no córrego que é vinte três de Então, os meus irmãos, por exemplo, muito danadinhos, eles falavam, vamos desbravar o sertão. E saiam no meio do mato, sabe, lá. E andavam lá, pegavam mamona, essas coisinhas, frutinha. Eu presumo que seja amora, sabe? Traziam amora. Só que a minha mãe falava, não pode comer isso, porque a gente não sabe se é venenoso ou não. E eu já era um pouquinho mais medrosa, eu ficava mais em casa, ajudava a minha mãe. Mas assim, como era vila, a gente se conhecia muito. Então tinha a madrinha do meu irmão na frente, a madrinha da minha irmã, nossa vizinha, a dona Laura, a dona Badia, uma senhora síria, que morava em frente, a madrinha do meu irmão, e a dona Florinda, minha madrinha, que era a mais espuletinha de todas. <coughs> Organizava os aniversários. Aí assim, quando era aniversário, então a gente chamava a criançada da rua toda, fazia um achocolatado, um bolo, um sanduichinho, e fazia fila e todo mundo se divertia ali, sabe? Não tinha nada esse negócio de, sabe, decorar salão, coisa assim, a gente brincava na rua mesmo. Que era uma rua sem saída, então só transitava por ali quem morava ali. E não eram tantas pessoas que tinham carro, como atualmente. Então, era assim, uma vida muito tranquila. E todo mundo se conhecia. Um vivia na casa do outro, a gente praticamente não trancava as portas. Dormia, às vezes, até de de porta destrancada ali. E era muito interessante, porque festa junina, cada um... Uma levava a pipoca, outra a batata doce, outra fazia o quentão. E a gente fazia, sabe, uma fogueira no meio da rua. porque era paralepípedo, então não tinha problema, não era o asfalto de hoje, não ia derreter. Então a gente fazia fogueira no meio da rua e fazia a festa junina. E era um pessoal muito unido lá. Então era, foi uma época muito boa, eu tenho saudades lá. E até hoje, até encontro pessoas assim, sabe, da minha infância lá, e a gente lembra com saudade disso.
E esse córrego, é, pescavam?
Não, não. A gente só pegava... Que que fala o girino? Uhum. Aquele filhotinho de sapinho? E os irmãos traziam na garrafinha e deixavam lá, sabe? Lá na aguinha, colhiam a água de lá, pegavam o girino e ficavam.
Mas não tinha, acho que, peixinho, essas coisas assim, tá. E perguntar um pouco... A tradição na na família é muito forte, você falou, mas ao mesmo tempo vocês conseguiram ser bastante eh tradições brasileiras, né? Fazer festa junina... Ah sim, não a gente fazia.
Misturou muito isso. E a minha avó, por exemplo, ela acompanhava bem isso. Embora, por exemplo, dentro de casa eu falasse muito japonês com ela, comesse comida japonesa, Ela, sim, era bem liberal. Agora, ela só estranhava, porque ela estranhava, assim, vinha as vizinhas lá conversar com a minha mãe e tal, aí sentavam na mesa. Ela abominava isso. O pessoal chegava e encostava, assim. Acho que assim, sabe? A casa devia ser muito pequena, então, assim, elas encostavam na mesa, apoiavam a perna, não sei o quê, minha avó falava, ai, já sentou na mesa, onde já se viu fazer isso? Mas que comportamento estranho. Aí, essas coisas, <laughs> ela estranhava um pouquinho. Mas, assim, nunca, sabe, nada atritante ou conflitante, assim, que tivesse que é criar algum mal-estar. A minha avó também era uma pessoa muito avançada para o tempo dela, sabe? Porque, assim, ela já, ela faleceu

Mas, por exemplo, ela é uma pessoa que cavalgava, nadava, andava de bicicleta. Minha mãe falava, sua avó sempre foi muito avançadinha É que no Japão ela criava cavalo de corrida e tinha vaca leiteira. Então, ela era de uma família relativamente boa no Japão. É que aí depois ela resolveu vir para o Brasil, porque os primos diziam que aqui tinha uma vida muito boa que Aquela história, sabe, do ai tem muito ouro, tem muita riqueza aqui, vem para cá, aí daqui um pouco a gente vai ficar rica e voltar para o Japão, que era a ideia que eles tinham quando vinham para cá. Aí depois a minha mãe falou, a hora que ela chegou aqui, ela descobriu que o ouro que eles falavam, a riqueza toda, era o café. Eles falavam, não, porque o ouro, o ouro do Brasil, porque não sei o que, a riqueza do Brasil. Não, mas aí, quando eles chegaram, eles viram que não era assim, sabe? Aí eles viram que realmente tinham que trabalhar muito, muito duro aqui. Mas sobreviveram, graças a Deus.
É, é, queria que você contasse um pouco... Por você ser mais velha, te atribuíam cargos, assim, te atribuíam mais ajuda à sua mãe... É, eu sempre ajudei muito. Mas por esse motivo, você acha que não? não,
Não, eu acho que não. É por eu ser mais velha mesmo, sabe? Assim, tinha muito... Porque, na verdade, o que eles cobram muito, os orientais, é assim, o filho mais velho. O filho mais velho fica com os pais, o filho mais velho é responsável pela casa, o filho mais velho não sei o quê, sabe, assim Mas no caso, por exemplo, eu acho que eu, eu mesmo sabe, acabei assumindo isso. Falar não, porque alguém tem que seguir, alguém tem que ser responsável, e aí você acaba assumindo isso. Mas não assim que fosse cobrado isso. Porque tanto é que, por exemplo, meu irmão começou a fazer a faculdade de Direito. Depois, aí na época, ele entrou no que era a tradição família e propriedade. Que não sei, deve existir até hoje. Só que depois ele mudou, resolveu seguir para um lado mais religioso. e acabou saindo de casa. Quando ele saiu de casa, realmente foi muito complicado, porque era o único varão, quer dizer, na família oriental isso era muito forte. Até na ocasião eu cobrei da minha mãe. Eu falei, mãe, eu falei, a senhora tem mais duas filhas Não pode se se prender a um único filho. Ele quer seguir esse caminho. É uma opção dele. É opção dele Realmente é o que a gente fala até hoje para ele. Pelo menos a gente está feliz lá com o que faz. E ele quis ser missionário.

Ai, quero ser padre. Ai, vai ser padre. Tanto é que de qualquer forma ele saiu de casa e seguiu por esse lado, vamos dizer, mais religioso.
E quais eram esses eh serviços doméstico Era o que era cozinhar? Era lim

Eu ajudava a limpar a casa, a cozinhar. Tanto é que a minha mãe fala. Ai, com dez anos, ela já ajudava em casa. Ajudava na limpeza, cozinhava, mas a minha irmã também ajudava. A gente brincava muito na rua na época, mas assim, a gente fazia, tinha essa responsabilidade de cuidar da casa, ajudar, porque a minha mãe também para ajudar, por exemplo, porque nós éramos em seis em casa, três adultos e três crianças, e só com a renda do meu pai, quer dizer, devia ser bem difícil manter tudo, embora nós estudássemos em escola pública. Aí a minha mãe costurava para fábrica. Ela pegava roupa de fábrica, tal, costurava, não sei o quê. Então, quer dizer, ela tinha também o compromisso dela de entregar aquelas... as roupas que ela... o tanto que ela pegava para costurar. Tinha um prazo. Então, nós tínhamos que cozinhar várias vezes, que a gente deve ter deixado queimar o arroz, sabe? A comida não devia estar muito boa, mas era o que a gente acabava comendo.
E quais eram as comidas mais típicas
A gente misturava de tudo. Meu pai, por exemplo, ele gostava muito de macarronada, feijoada, rabada, comidas, sabe, muito brasileiras. Mas a minha avó, por exemplo, gostava sempre de um cozido, por ter mais idade também, não comia tanta fritura. E aí a gente acabava fazendo, por exemplo, o cozido japonês, o macarrão, a moda japonesa. E a minha avó fazia em casa o macarrão. Tanto é que até hoje eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer macarrão em casa. E até meus tios falam, ah, você vai fazer macarrão? mas aí tem que fazer muito, porque a família vai aumentando, e para fazer um pouquinho não adianta.

Porque, por exemplo, se você for num restaurante, existe ãh, vamos dizer assim, o macarrão japonês com shoyu e tal, mas a minha avó, por exemplo, põe berinjela. As falam, nunca vi isso. Então a gente põe muita coisa, põe cenoura, põe berinjela, sabe, umas coisas assim que o pessoal estranha um pouco.

E tem algumas coisinhas assim, por exemplo, o nabo que a gente faz com missô. Até meus primos falarem, só a tia, no caso a minha mãe, que morou muito, tem muito tempo com a minha avó. Aí o que a tia faz é o que é mais parecido com o da avó. Então tem algumas coisinhas assim que a minha mãe fala, que aprendeu muito com a minha avó. Embora a sogra, ela foi uma sogra muito boa para minha mãe. A minha mãe filha única, órfã. Quer dizer, a minha, minha avó, no caso, foi um referencial para minha mãe. Então, a minha mãe fala, é sogra, sempre cobra muito da gente, né?, mas E a minha avó ajudava, cuidava da gente, porque nós éramos três, vamos dizer, uma escadinha praticamente. E a minha avó cuidou muito da gente, eu lembro muito da minha avó. E ela fazia, por exemplo, o que a gente fala. Hoje em dia, acho que no Japão nem fazem mais isso. Ela fazia, vamos dizer, umas bolsinhas com azuki, que é o feijão que eles fazem doce, tudo japonês, ela fazia umas bolsinhas para a gente brincar. Como se fosse, o que a gente fala hoje, que os malabaristas fazem, sabe? Que você joga três saquinhos, joga um, pega o outro, não sei o quê, coisinhas assim, esses joguinhos, ela ensinou para gente. Então, tem coisas assim que eu falo, marcaram muito a gente. que hoje eu vejo que a geração nova é diferente, né? É uma tecnologia que esse, vamos dizer, as coisas mais manuais, as coisas mais simples, as pessoas não conhecem, as crianças não conhecem isso.
Você falou de uma brincadeira no caso Conta outras brincadeiras
Minha avó até fazia para gente, e na época que a gente fazia, eh, coisas muito simples, né? Amarelinho, coisa assim, sabe? Aí, quer dizer, mais da minha mãe da Esse negócio de amarelinhas, músicas em japonês, a minha avó ensinava para gente. Aí depois, por exemplo, eu aprendi a fazer tricô e crochê muito nova. Então, até hoje eu gosto de fazer tricô e crochê, que o pessoal acha engraçado, mas é uma coisa que eu aprendi desde... acho que seis, sete anos eu já fazia tricô e crochê ãh A minha avó ensinou e a minha mãe também fazia, e na época a gente até, acho que não tinha nem dinheiro para comprar lá, a gente fazia com barbantinho, até para aprender os pontos. E tinha uma vizinha, uma senhora, dona Maria, que a gente falava, ah, é a nona. a mãe do do marceneiro, sabe, vizinho nosso, que também fazia muito bem tricô e crochê. E ela ficava me corrigindo, porque a minha mãe ensinava determinado jeito de segurar agulha, por exemplo, de tricô. E ela falava, não, tem que apoiar a agulha de tricô no braço e fazer. Eu achava muito difícil aquilo. Então, quando eu estava perto da nona, eu fazia do jeitinho que ela queria. Aí, quando eu estava em casa, eu fazia do meu jeito, que eu achava mais fácil. Então, tem coisa assim que eu acho que na infância, devido à proximidade, eh, a falta de, vamos dizer, os brinquedos mais sofisticados, que hoje em dia as crianças têm acesso, a gente não tinha. Então, a gente tinha muito isso de calor humano.

Brincava de amarelinha. Na época tinha o bambolê. A gente brincava de bambolê na rua, ãh... Sabe aquele negócio de... Eu sei que eh... Mãe da rua? Ficava cada um de um lado, atravessar a rua, porque como não passava carro também, muito carro lá, então ficava cada um de um lado, queimada.

A gente não tinha... Eram coisas muito simples, assim. Porque eu lembro que na ocasião a gente até não tinha nem muito brinquedo assim para falar. Aí a madrinha, por exemplo, no Natal dava uma boneca, o outro ganhava um carrinho, não sei o quê. Mas eram coisas que você não ia ficar brincando todo dia, toda hora. Então a gente fazia muita coisa de rua. É pique, não sei o quê. E tinha um poste lá na casa, em frente à madrinha do meu irmão, que ela ficava muito brava. Porque a gente vivia batendo nesse poste, sabe? E fazia muito barulho. E era metal, né? Hoje em dia acho que é mais concreto. E, na época, era metal. Acho que era ferro, alguma coisa assim. Então, a gente vivia batendo naquele poste. Malhava Judas, aí ia lá, batia no poste. E a madrinha ficava muito brava, sabe? A gente levava cada bronca dela. Mas, de qualquer forma, a gente ia lá provocar a madrinha. Não tinha o que fazer.
E a sua relação com os irmãos, como que er
É sempre muito boa a nossa relação. A gente sempre se deu muito bem. E porque também a gente tinha que cuidar um do outro, porque a minha mãe estava sempre ocupada. E a minha avó levava a gente para passear, às vezes, pela região perto lá. E... Eu sei que a gente sempre se deu muito bem. A gente brincava dentro de casa, até de tico-tico. Hoje em dia, acho que nem se faz mais isso. A gente tinha um triciclo lá, que a gente brincava na rua. Então, era um triciclo para os três, uhum. Então, a gente tinha que se dar muito bem, porque tinha que dividir tudo. Então, se ia brincar de amarelinha, só o meu irmão, às vezes, coitado. Ele, às vezes, até dormia na na calçada, porque a gente ficava brincando e esquecia dele. E ele cansado. Quatro anos mais novo. Então, assim, ele ficava cansadinho e a gente olha

A gente olhava e ele estava dormindo.

Aí vinha a minha mãe buscar o coitadinho dormindo na calçada. Ele era pequenininho, não estava nem ai, onde ele encostava, ele dormia. E a gente esquecia dele, né, a gente ficava brincando, e a minha mãe falava, cuida do seu irmão, tá? A gente brincava e largava o coitadinho ali. Mas enfim, eu falo, a gente teve uma infância boa, uhum. Que às vezes, acho que, hoje em dia o pessoal fica muito, né, em frente ao computador, assim, é diferente a relação que o pessoal tem.
sua casa. Tinha muito li uma cultura de de ler?
A gente sempre leu muito. Quer dizer, no começo eram gibizinhos, aí depois livros. A minha mãe sempre, sabe? Vamos dizer, incentivou a gente a ler muito. Porque o meu pai e a minha mãe sempre diziam, olha, se você não estudar, você vai ter uma vida muito difícil. Tem que estudar, sabe? Aquele negócio de... Eu acho que isso é coisa... Todo imigrante eu acho que pregou isso, sabe? Vamos dizer assim, foi uma doutrina. eles doutrinaram os filhos a estudarem para conseguirem ser alguém na vida. Porque ela falava, não, se não vocês não vão conseguir sobreviver, né. A vida vai ficando cada vez mais difícil, e é verdade, realmente a concorrência é muito grande. Então a gente sempre estudou muito. Tanto é que desde os onze anos eu usei óculos, né. Eu precisei usar óculos porque eu sempre li muito. Agora meus irmãos, graças a Deus, não precisaram usar óculos, mas também leram bastante. Mas a gente sempre foi muito estudioso, assim. E a minha mãe sempre acompanhou muito a gente. Ela ajudava a gente a fazer a lição. Porque a minha mãe, assim, veio com seis anos. Ela lembra de ter ido, vamos dizer, no Jardim da Infância, no Japão. Então, ela lê alguma coisa em japonês. Ela fala os mais difíceis, ela não lembra. E ela fala, como não lê sempre, também esquece. Mas ela foi no primário aqui. Então, quando ela veio para o Brasil, ela foi no primário no Brasil. E foi na escola japonesa também o primário. Mas aí, depois, ela não continuou. Ela e não continuei porque eu era muito preguiçosa. Ela falou, então, quero que vocês estudem. Ela falou, porque tem que estudar. Então, se realmente, eles sempre nos incentivaram. E a minha mãe sempre acompanhou a gente.
Mas quais são os primeiros livros que você lembra? Ou algum livro marcante que você, nossa, esse livro eu adorava de ler?
Ah, mas para mim, o que marcou muito, que eu adorava, quer dizer, o meu primeiro, como que chama? É que agora mudaram os livros, né, o pessoal, mas naquele tempo, Caminho Suave, uhum, gente, foi o primeiro livro lá. No primeiro ano, Caminho Suave, que você virava de cabeça para baixo, que tinha letrinha de a a zê, com desenhinho, não sei o quê. Sabe, foi assim uma coisa que marcou muito. Porque o pessoal fala caminho suave. Eu falei, gente, ainda existe isso. E acho que até existe ainda. Não sei se reeditaram, sabe? Mas parece que existe ainda. Outro dia alguém me falou alguma coisa de caminho suave. É que hoje em dia com, u, vamos dizer assim, as crianças não podem se prender muito, ficar muito limitado a só um livrinho. Eles têm acesso a outros livros. Mas esse caminho suave... Eu lembro que eu adorava ler a Bela Adormecida. Sabe livrinhos assim? Os Três Porquinhos, Bela Adormecida. Coisinha bem infantil. que até pouco tempo atrás eu acho que até tinha, eu acabei doando. Na mudança, eu tive que doar porque eu tinha muito livro. Então, eu tive que doar os livros, assim, saíram caixas. E tinha um professor lá, que morava em frente à minha casa, lá no bairro de Mirandópolis, que ele falou, não, nós estamos montando uma biblioteca, a gente aceita tudo. Eu falei, não, mas tem livro, assim, de primário, não pode mandar tudo. Porque, de repente, né, o pessoal em fase de alfabetização, é até bom para eles terem acesso a outros livros. diferentes do dos atuais, uhum. Talvez até facilite um pouco. Porque com desenho, não é? Zabumba. Tinha uma zabumba, que é a letra zê, zebra, coisinhas assim, não é? Então, não sei. Hoje em dia, não tenho visto mais os livros assim, não sei. Não tenho acompanhado. Mas, assim, essas esses livrinhos bem basiquinhos e que, às vezes, até gosto de folhear ainda, sabe? Acho bonitinho.
A outra parte, né, que tem o seu livro e tem o aprendizado que se dá oralmente, é Seus pais ou sua avó, era de contar a história assim? Sentar e contar uma história?
a própria história, falar lá no Japão era assim, não sei, alguma coisa... É, a minha avó sempre contou muito para gente, sabe, essas historinhas, até porque tem essas musiquinhas em japonês, tem as fábulas em japonês, a minha avó contava, uhum, e era interessante porque, logicamente, ela falava tudo em japonês, quer dizer, então, com isso, o meu vocabulário ia aumentando, tanto é que até os treze anos eu falava muito bem japonês. Só não lia, não escrevia, porque, assim, era tudo escola paga. Então, era meio difícil mandar os três para uma escola paga, não sei o quê. Então, a gente acabava... Era só, quer dizer, em casa. Tanto é que, por exemplo, eu falo japonês, vamos dizer assim, o doméstico, mas, assim, eu não leio nem escrevo, uhum. Ninguém se conforma com isso. Eles falam, como que você fala uma língua e não lê, não escreve? Eu falo, bom, como português, né? A gente vai aprendendo de ouvir. a entonação, tudo, a gente aprende. Ah, e o pessoal não canta inglês sem saber inglês, né? Então, tem coisas que você aprende assim. Então, assim, a minha avó sempre contou muita coisa. Momotaro-san, não sei o quê, que é o menininho que saiu do pêssego, sabe? Coisas assim. E... é interessante isso, porque às vezes passa, tem uma fase, por exemplo, que você corre muito, estuda, vestibular, não sei o quê, acaba esquecendo. Mas, às vezes, você para, começa a ver uma coisa ou outra e fala, é mesmo, né? E outro dia até veio uma prima minha com a netinha dela de sete, oito anos, veio lá , aí vó, e aí, como é que é essa música, aquela? E elas começaram a cantar as músicas. E a gente começa a lembrar, porque a gente cantava muita musiquinha em japonês, sabe? Tem a musiquinha dos pombinhos, esse do Momotaro Samus, sabe? Coisinhas assim, que eu falo, gente, é verdade, né? E assim, e você acaba voltando à infância, sabe? Então, eu tem eu tenho lembranças muito boas assim. Acho que até pelo fato de a gente não ter muito brinquedo, então a gente tinha muito contato humano, sabe. Você conversava muito. Porque a gente não tinha nem televisão. A gente ia ver televisão no vizinho. Na casa madrinha da da minha irmã ou do meu irmão, uhum. Então, assim, se eles não convidassem, a gente não ia. Então, eu ficava dentro de casa conversando, sabe? Lendo. Ou, por exemplo, um estava estudando. Quem não estava estudando vinha xeretar o que a gente estava fazendo e acabava aprendendo junto. Aí a gente falava, ó, isso aqui é a letra a, bê, a gente acabava dando aulinha para eles. Então, eles entravam na escola meio alfabetizados.
E o... Então, falar de escola.

Foi a primeira escola que eu fui.

Eu até falei para minha mãe, eu falei, nossa, eu até preciso ver. Eu lembro que já era uma Uma professora assim, não era muito nova ela, mas assim, extremamente carinhosa, sabe. Uma pessoa que dá aula por, vamos dizer, é um sacerdócio, era um sacerdócio para ela dar aula. Ela cuidava muito bem da gente, uhum. E eu, como sempre fui muito miúda, eu era sempre a primeira da fila. Sentava na primeira carteira. Então, assim, ela sempre me deu muita atenção. Então, acho que por isso até eu me apeguei muito a ela. E eu saí até, fiz o até o quarto ano. E eu consegui me formar lá, quer dizer, quando eu...

E tanto é que quando a gente ia para a escola, a gente passava, na época tinha Sears, onde é o Shopping Paulista hoje, tinha a Sears, lá a gente passava, quando dava tinha um dinheirinho, comprava um amendoizinho, alguma coisinha ali. Até hoje a gente passa, chegando no shopping paulista, a gente fala, ai lembra aquele cheirinho que tinha aqui, daquele amendoizinho que eles faziam, e era super saboroso, acho que a gente não tinha tanta condição assim, uhum, então quando comprava era assim, era uma festa.
Mas o amendoim da Sears é famoso, não é? É...

Muito bom. do cheiro dele. É! Quem viveu. É. É verdade. A gente falando, sabe?

Quem morava na região, se você for ver, tinha a fábrica da Sonksen. Logicamente, a gente não tinha condição de ficar comprando lá, mas era a fábrica lá. Então, a gente sentia o cheirinho lá da Sonksen. A gente acho que mais eh passou a infância lembrando esse cheirinho da Sonksen. E outro dia uma pessoa ainda me falou, sabe que ligou uma pessoa aqui que me falou da Sonksen? Eu falei, não acredito. Era tipo da Copenhagen, sabe? A atual, uhum. Era uma... Eu acho que nem sei depois o que aconteceu com a família, sabe? Porque devia ser também uma empresa familiar lá, uhum. Mas era assim, um cheirinho característico lá da região.
E e escola era um lugar que você gostava de...
Aí eu adorava ir lá, uhum. E a minha mãe ia nos buscar lá. Quando era Na época, isso quando eu estudava primeiro sozinha. E depois a minha irmã entrou, a gente acabava voltando. Aí tinha os vizinhos que iam também. Então as mães se revezavam para levar as crianças e ir buscar. Ou às vezes eu ia até de bonde, na época do bonde. Hoje em dia o pessoal nem sabe o que é bonde, né? Mas era assim, por exemplo, ó, eu falo, era uma relação diferente. Porque, por exemplo, o bonde, eu morava, tipo, numa vila, que não tinha uma rua sem saída, então, passava o bonde lá em cima, onde é hoje avenida lá, porque do outro lado era Castro Alves, e hoje até tem ainda aquele, um cercadinho que é mais alto, uhum. Quando você vai pela Vergueiro, lá perto da do Santo Agostinho, aquele hospital público que tem na esquina, na Castro Alves, lá, o bonde passava lá em cima. Quando a gente estava atrasada, ele parava, tocava a tchim-tchim-tchim e a gente subia correndo à rua e ele nos esperava.

Tanto é que, às vezes, quando o bonde estava cheio, eles passavam a gente por cima, falavam, ai, mosquitinho, vai descer. Me pegavam de cola em colo. E era gozado porque, o vamos dizer o motor, acho que era motorneiro que a gente falava, quem conduziu o bonde, e o cobrador eram sempre as mesmas pessoas. Então, muitos amigos, eles já sabiam, a gente, onde a gente ia, e então a gente ia sozinha para a escola com oito, nove anos. E hoje em dia os pais levam de carro, né, porque é questão de segurança também. Mas chegava lá o guarda, tinha o guarda que nos atravessava lá, Aí ele, quando o bonde chegava, ele já estava esperando. Ele falava, cadê o mosquitinho? Aí eu sei que o pessoal me descia, a minha irmã, descíamos a minha irmã e eu, e a gente atravessava lá. Então, a minha mãe ficava tranquila. Então, a gente já tinha o bonde certo para ir e o bonde certo para voltar, uhum. É muito interessante. Depois de alguns anos, quando eu estava fazendo admissão lá na João Mendes, eu encontrei até esse motorneiro, e ele me reconheceu. Muito interessante, aquela curvinha que tem até a padaria lá na João Mendes, acho que existe até hoje lá, o bode fazia a curvinha lá e subia a Avenida Liberdade. E um dia eu passando lá, olhei, vi um bonde, fui olhar e não é que era a mesma pessoa? Ele olhou para mim e falou, mosquitinho, tudo bem? <laughs> Foi muito interessante, eu falei, gente, não acredito. Aí depois eu falei, gente, depois nunca mais o vi. Até minha mãe, falou, ah, vai vê que ele já até fizeram a passagem dele, sabe? Então tem coisas assim muito marcantes, né, que sabe eu falo gente... Hoje em dia é tão diferente, né. Os ônibus mal mal param para você poder entrar, não é? É diferente a relação, sabe? Então a gente acaba sentindo falta disso. Mas a gente procura, quer dizer, continuar, pregar isso, sabe. Porque eu acho que contato humano, esse relacionamento humano, É muito importante, acho que em todos os níveis isso, né? Acho que é uma coisa que você tem que, sabe, procurar incentivar cada vez mais, porque hoje em dia o pessoal se isola cada vez mais, porque não precisa nem pegar o telefone para falar com os outros, né? Tem vários meios, não é? Você entra no e-mail, tem o messenger, tem coisas que você, sabe, às vezes você não sabe nem com quem você está falando.
você falou agora uma coisa que me... Fiquei curioso. Você falou que sua mãe comentou ela fez a passagem dele já. É sua mãe tinha alguma religião é que ela seguia?
A minha mãe, na realidade, é católica. Ela é batizada, tudo. O meu pai já é de uma linha budista, mas assim, sabe? Budista por porque... vou dizer que é ateu, uhum. Porque, por exemplo, ãh, meus pais... a minha mãe é católica, mas não praticante. Tanto é que nós fomos batizados, nos fizemos a primeira comunhão e tal, mas eu também realmente não sou praticante. eu digo que eu sou cristã. Minha mãe, assim, ãh, aí que eu falo para ela, eu falo, mãe, para ser, é, seguir uma religião, a gente não tem que estar ali, sabe? É, comungando, fazendo confissões, sabe? Frequentando algum ritual, isso eu acho que é de cada um, cada pessoa. Então, minha mãe nunca foi muito ir para igreja ou coisa assim, mas ela fez questão, tipo, por exemplo, acho que até pelo social, né? Batizar, fazer a primeira comunhão, porque no no primário a gente tinha todo um preparo, né? Até a gente fala, nossa, mas é aquela roupa de noivinha, fez roupinha tal de primeira comunhão, coisa assim, Mas a minha mãe também nunca foi muito frequentar a igreja. Meu pai era mais ateu que outra coisa, uhum. Mas assim, a minha avó, por exemplo, a gente, ela era da linha budista, até pela própria origem. E tanto é que, por exemplo, da minha avó, do meu pai, ãh, a gente fez missa no ritual budista. É como minha mãe sempre fala. Esse pessoal que me vende livrinhos na porta, não sei o quê. Ah, é porque esse livro é de Cristo, não sei o quê. E minha mãe fala, ah, eu sou budista. Até <laughs> para não ter que comprar <laughs> Ah sou budista. E minha mãe fala assim, eu acho que o Deus é um só. As pessoas falam exatamente, Deus é um só. Minha mãe fez, existem vários caminhos. O budismo, o catolicismo, a umbanda, o kardecista, mas existe só um ser lá em cima que é Deus, um Deus, um ser supremo, que é o pai de todos, que foi o criador do mundo. As pessoas dizem exatamente, eu também acho. Minha mãe falou, então, não preciso comprar o seu livro, porque a linha que eu sigo, o budismo, vai acabar ali. Então, eu não tenho. Você vai me desculpar, não vou. Eu já tenho muito livro para ler. Então, assim, eu acho que eu não tenho que comprar, espero que você tenha sucesso, tal. Eu sei que às vezes você está querendo divulgar a religião, mas eu já tenho a minha linha, então eu respeito a sua e espero que você respeite a minha. Então, minha mãe, já sabe, acaba não comprando.

Num estante acaba, né?! <laughs> Vamos ver, então quero chegar agora Agora nos seus treze anos, que você muda de casa, conta um pouco essa mudança como foi.

Eu mudei para lá com treze anos. Aí foi a casa própria, hum Foi a casa que meu pai comprou. Só que assim, a gente achou estranhíssimo, assim, uma casa com três quartos. Foi assim, um progresso, né? Feliz da vida.

Aí nós fomos morar numa rua extremamente residencial. Passava pouco carro. Atrás da nossa casa tinha um terreno baldio. Aliás, tinha o proprietário, mas não tinham construído. Então, à noite, tinha grilo e sapinho cantando. Rã, né? Rã. Fazia barulhinho, não sei o que. Gente, logo que nós mudamos... Nós andávamos. Onde a minha mãe ia, nós íamos atrás. Minha mãe subia, iam os três atrás. Minha mãe descia, eram os três atrás. Porque aquele barulhinho à noite, gente, grilo cantando, não sei o quê A gente falava, gente, tem uma bicharada aí atrás. A gente morria de medo. A minha mãe falava, não tem dentro de casa, é fora. Mas não adiantava. Onde a minha mãe ia E se falar para minha mãe isso, ela vai dar risada e vai lembrar di Porque ela fala, onde, se eu subia, os três subiam. Se eu descia, os três desciam. A gente não largava a minha mãe a hora que escurecia. Mas aí, assim, também tinha pouca, vamos dizer, pouco movimento na rua. E, aliás, quando nós mudamos, ainda era barro a rua. No dia que nós mudamos, nunca esqueço, vinte e um de dezembro, O caminhão encostou para ver como que era a região lá. O caminhão encostou, era assim, um barranco que tinha aqui. O caminhão encostou, não precisou nem fazer nada, porque era direto. Ele só abaixou um pouquinho a caçambinha. Aliás, não deu nem nem para baixar, porque estava na altura. Era só tirar daqui e já era a calçada da casa. Até minha mãe falou, gente, deu maior chuva, maior barro ali. Minha mãe falou onde nós íamos parar. Tanto é que logo que nós mudamos, a sorte que nós tínhamos uma amizade com um sapateiro que ficava bem na praça da árvore lá, aí quando a gente saía, a gente levava um sapato novo, limpinho, numa sacolinha, e outro velho para andar no barrinho. Aí quando chegava lá, a gente deixava o sapato sujo no sapateiro e falava, daqui a pouco eu pego. Na volta eu vou pegar, tudo bem. A gente ficava com um monte de sacolinhas, porque acho que todo mundo fazia isso. Aí a gente ia com o sapato limpinho, ia para para aula, ia fazer as compras e na volta a gente trocava de sapato. Mas aí tanto é que tinha poço na outra casa. E logo depois que meu pai comprou eh, teve água canalizada. Tanto é que o dono falou para ele que vendeu a casa muito barato, porque logo depois que meu pai fechou o negócio aí veio a água canalizada, asfaltaram e tal, então realmente aí o progresso chegou na região e... Mas para gente lá era muito bom, porque como nós estávamos acostumados a ficar assim brincando muito na rua, Os meus irmãos aproveitaram mais, porque eu já tinha treze anos, então é aquela história, eu continuava ajudando a minha mãe, não sei o quê. A minha irmã, embora um ano mais nova do que eu, ela chegou até a andar de carrinho rolemã na rua. Estragava roupa, não sei o quê, ia de vestido, brincar de carrinho rolemã. O meu irmão jogava bola na rua, bolinha de gude, essas coisas lá, e era uma meia ladeirinha, então eles andavam muito de carrinho rolemã. Acho que devia estar no auge do carrinho rolemã lá Aquelas rodinhas, tal. Então, eles lixavam madeirinha e o pessoal, cada um, fazia o seu carrinho. E eu sempre fui um pouco mais, assim, eh, vamos dizer assim, um pouquinho mais medrosinha. Eu nunca andei de carrinho rolemã. Porque era muita, sabe, velocidade. Porque a ladeirinha aí, não tinha breque, não tinha nada. Era tudo ali, sabe?, no no Gastavam sapatos. Sapato, tênis, acabavam com tudo. Porque era o breque, sabe, do carrinho rolemã. E a minha mãe falava, Meu Deus, desse jeito a gente não dá conta de ficar comprando sapato ou tênis para vocês, que a minha irmã e meu irmão acabavam demais com com os calçados lá. E eu já era mais assim, acho que mais é pré-adolescente, então já não brincava muito assim com essas coisas. E ficava mais dentro de casa lendo, estudando, ajudando a minha mãe, que também continuava costurando as coisas da fábrica. E tinha minha avó também, então ela já, sabe, ela cobrava um pouco mais de mim, isso. Imagina, parece uma moleca de rua, ficar na rua o dia inteiro pepepe essas coisas, sabe, mas... Enfim, também a gente aproveitou bastante, os meus irmãos também aproveitaram muito. E como tinha um terreno também, a região embaixo, que hoje já tem prédio, já tem condomínio lá, eles aterraram tudo e fizeram condomínio. Mas a minha irmã e o meu irmão também saíam atrás de mamona eh amora, essas coisinhas, sabe? Viviam fazendo lá as excursões deles. Desbravamentos
Quais eram as as diversões eh as coisas que faziam nessa época em São Paulo para você? O que você aproveitou de São Paulo nessa época adolescente?
Nessa época, eu lembro que a gente ia muito... Eu gostava muito de ir em biblioteca, sabe? Para mim era uma coisa muito, assim ãh... Interessante, porque eu sempre gostei muito de ler. E agora meus irmãos gostavam mais de ficar brincando na rua. Mas a gente ia muito em cinema. Minha mãe levava a gente para o cinema. Assim, teatro, assim, eu não lembro de ter ido em teatro. Não sei se tinha muito teatro, assim, para para criança, sabe, assim, na época. Mas a gente ia muito em cinema. Então, a minha mãe incentivava sempre a gente ah por exemplo, a ler muito, é assistir filmes. E, nessa época, a gente pôde comprar uma televisão também. E eu acho que não devia ter muito programa cultural como tem agora, sabe? Assim, era, a gente via aquele filme do Gordo e Magro, coisa assim, sabe? Eh Mazaropi, eu lembro muito coisa assim. Mazzaropi, a série, a gente não perdia um filme dele no cinema tal. E era o que o que a gente conseguia vamos dizer assim manter, porque como éramos três crianças e a minha mãe, a minha avó não nos acompanhava. Ela ficava em casa lendo sempre. Ela preferia é... E a minha avó Pensando bem, a minha avó também lia muito. A minha avó lia bastante. E o meu pai também sempre, também por trabalhar em jornal. Então, ele era obrigado, vamos dizer, a cultivar a leitura. Ele precisava saber, né, precisava ter acho que um certo nível de cultura, precisava ter várias informações. E é o que eles procuravam passar para gente, isso. E aí, com a televisão, a gente acabava vendo jornal, né, sempre assim. Sabe, a notícia do dia e tal, e acompanhava isso. E a televisão realmente era uma coisa interessante na época. Como a gente não tinha, então foi uma novidade para gente, uhum. Então, assim, com casa própria, com televisão, aí a gente comprou aqui um toca-disco. Eletrola, que o pessoal falava na época, não sei o quê. Então, assim, aos poucos a gente foi adquirindo isso. A gente comprava disco, aí começou a época de bailinhos. A gente ia muito em baile, a gente gostava de dançar. Mas isso já vem de sangue, porque meu pai, por exemplo, gostava de tango. Meu pai dançava tango e dançava muito bem e... E se bem que agora que eu fui aprender tango, Acho que na época eu não, a gente não valorizava tanto isso. Mas assim, a gente sempre gostou. E a minha mãe levava a gente aos bailes de carnaval, fantasiava e tal. A gente punha a fantasia, nós íamos para bailes de carnaval. E meu pai também. Mesmo depois da gente nascido, a minha mãe ficava com a gente, meu pai ia para os bailes de carnaval. Até por questão da própria profissão, né, por trabalhar em jornal. Então, tinha que fazer, vamos dizer, uma mídia. Então, ele ele recebia convites assim dos hotéis dos hotéis japoneses, dos restaurantes que promoviam alguma coisa assim E ele acabava indo. E acabava indo sozinho, porque a minha mãe não o acompanhava. Porque ela falava, não, ter as crianças tal, e para deixar com a minha avó também, ela não queria abusar, sabe? Ela falava, não, não, é um abuso. E é diferente, se fosse a mãe dela seria diferente, mas como era sogra, então ela sempre sempre se respeitou muito isso. Hoje é uma hierarquia, né?
Existe esse respeito. E esse esse sair com os amigos, sozinho, foi então mais baile?
Eu ia para bailinhos, a gente ia muito para baile. que a gente gostava de dançar. Então, a gente ia acampar, mas nós íamos acampar também nas férias, uhum. Nós íamos, nós tínhamos um grupo, assim, por exemplo, de amigos de bailinhos, que a gente acabava acampando. Então, a gente ia para Ilha Bela, sabe? Para Bertioga, lá. E, na época, devia ser, assim, o Matagal ainda lá. Mas a gente ia acampar. Eu não sei, alguém acho que roubava uma Kombi, a gente punha tudo lá dentro, sabe? E ia acampar. Então, qualquer feriadinho, devia ser mais barato também. Então, era o que a gente podia manter, uhum. Então, a gente ia acampar, ou ia para bai

cinema. mas e, e ainda estudava né?

E tinha tempo para estudar. Você lembra também nessa época ou um pouco antes, né, um pouco ainda na infância você tinha alguma coisa, um sonho aquela coisa quando eu crescer quero ser isso. Mesmo que fosse uma coisa maluca, sei lá, astronauta, mas tinha alguma coisa desse tipo?
Você sabe que assim, eu acho que assim, é que o meu referencial, por exemplo, muito forte foi essa minha professora do primeiro ano. Então acho que o meu sonho é era ser professora. Só que depois você vai crescendo, você vai vendo que não é fácil ser professora, né? Bom, se bem que eu acabei fazendo história. Eu fiz história, quer dizer, então o pessoal falou, ah, mas você vai Vai seguir para o magistério? Eu falei, é, eu vou tentar.
É que também depois eu fiz o secretariado Na adolescência você escolhe fazer história, é isso? Você, como é que é
Não, na adolescência eu fui fazer, porque eu tinha uma vizinha minha, eh, até uma amiga de infância da minha mãe, que acabou sendo nossa vizinha, a dona Iná, e ela trabalhava como secretária.

Acho que devia até ter um outro nome. Hoje eu digo ultragás, porque hoje acho que é o nome da empresa lá. E a filha dela, que era um ou dois anos mais velha do que eu, a Maria Helena, ela estudou comigo primário e tal, e depois ela foi fazer o secretariado. Ela tá numa escola alemã que Paraíso. Até minha mãe falou. E aí eu falei, nossa, acho que eu vou fazer secretariado. Mas só que aí depois minha mãe falou, ah, mas lá é escola alemã, é paga, tal, a gente não tinha condições de pagar.

E eu falei, ah, eu vou fazer, vou ser secretária.

Ela estava sempre bonita, muito arrumadinha, perfumadinha, uhum. Então eu falava, ah, era secretária. Então assim, quer dizer, foi uma referência para mim.
E aí você escolhe, então, isso com quantos anos, mais ou menos?
Eu fui fazer o secretariado, fui logo, quer dizer, eu saí do ginásio, fui fazer praticamente o secretariado, né?

Eu fui, o quê, com uns quinze anos para lá? É, quin quinze, dezesseis anos. Porque aí depois, aí eu falei, mas aí na época eu também fui fazer o secretariado, porque eu falei, aí eu vou poder trabalhar e ajudar o meu pai. Porque aí, quer dizer, a gente via que era muito difícil só o meu pai trabalhando para manter a família. E eu falei, não, vou ajudar o meu pai a fazer o secretariado, mas só que E tanto é que na época que eu fui fazer o secretariado, depois eu consegui trabalhar no Banco América do Sul.

Não são três anos...

Secretariado Ai foi dezessete, dezoito

Aí com dezoito fui trabalhar no banco. Aí com dezenove eu saí. Aí depois fiquei trabalhando no banco, na América do Sul. Aí eu fui pensar o que que eu ia fazer. Porque aí eles quiseram me oferecer alguma coisa no banco. Ai, você pretende seguir carreira bancária, não sei o que? Eu falei, não. Eu queria tudo, menos ser bancária, Eu falei, não gente, a vida é muito sacrificada. Aí eu falei, não, eu vou fazer faculdade e tal, mas aí eu fui fazer o cursinho no Objetivo. Na época era acho que na rua Tomaz Gonzaga, na Liberdade.

E... aí ele foi meu referencial. Ele falou, não, eu vou fazer história. Eu fui fazer história. Eu fiz história na puqui. Aí eu fiz história na puqui a hora que eu me formei. Quando eu me formei, aí eu falei, não, aí eu vou sair do banco. Em setenta e quatro, ai eu resolvi que eu ia sair do banco. Aí eles falaram, não, você não quer trabalhar? Quiseram que eu fizesse, oferecesse uma carreira no banco. Mas eu falei, não, mulher em banco japonês não dá certo. Não tinha nenhuma mulher que tivesse feito carreira ali e tal. Só os homens que subiam, né? As mulheres acabavam não tendo eh promoção ou coisa assim. Eu falei, não, não vou ficar no banco. Eu vou fazer faculdade e tal. Aí, a hora que eu saí, eles falaram, você vai seguir o magistério? Eu falei, bom, ou eu sigo o magistério, ou vou procurar emprego de secretária, uhum.

Cinco aulas, segunda à sexta.

Só que da minha casa para lá, levava duas horas para ir e duas horas para voltar. E a escola ficava, assim, numa estradinha que não tinha luz, eu O dia que eu fui lá conhecer, eu olhei, eu vi que não tinha fiação. Até eu perguntei, eu falei, aqui em qual a iluminação que vocês têm?

Aí eu consegui o meu primeiro emprego como secretária correspondente de intercâmbio comercial no Mura.

Eu não conhecia a empresa. Eu secretária do quê? Em que departamento? Não sei, vai lá e vê o que que é. Fui lá.

E eles dão preferência para quem faz direi Mas eu falei, mas eu posso tentar a vaga? Não, você pode tentar. Quer fazer o teste? O máximo que você vai ouvir é um não. Eu falei, exatamente, o máximo que eu posso ouvir é um não. Quer dizer, você não é a pessoa adequada, não tem perfil para trabalhar no nosso departamento. Aí eu fui lá.

fez a entrevista.

Mas a gente teve uma empatia muito grande. Aí ela falou para mim, olha, eu acho que eu vou escolher você. Mas o pior é que tem uma funcionária que seria uma promoção para ela vir para cá. Eu falei, olha, eu não quero criar problema para ninguém.

Mas ela faz direito? Não! Eu daria, eu dou preferência para quem faz direito. Eu falei, não, tudo bem, o senhor fique à vonta

Tudo bem. Aí eu fui embora. Depois de uns dias me ligaram. Olha, você traz tais e tais documentos, você foi aprovada, tal, não sei o quê.

Eu falei, Oh, desculpa, nunca ouvi falar. É realmente, dependendo da área que você está, você acaba no, quer dizer, atualmente você sabe, você acaba, vamos dizer assim, conhecendo ou sabendo de outras empresas, porque você lê noticiário e acompanha mais. Mas na época, não sei, eu estava acho que no metrô tal o foco era diferente.

Eu falei, nossa, que responsabilidade, né, tal.

E eu lembro que na ocasião ela me falou,

Porque, lógico, tem a experiência de três meses. Eu falei, por que? Ela falou, ele disse que não consegue aprender o seu nome. Eu escrevi o seu nome e deixei no centro da mesa dele. Quando você entra lá, você olha, tem um papelzinho com o seu nome, não estranha. Eu escrevi, cada vez que ele for falar com você, ele vai olhar o papelzinho, porque ele disse que está muito difícil gravar o seu nome. Aí ele até me perguntou se não tinha alguém com nome mais fácil, não sei o quê. Eu falei bom, eu não posso fazer nada, é o registro o que eu tenho.

um profissional extremamente competente. Ele era da banca examinadora de pós-graduação numa faculdade lá do Paraná. E professor de processo civil. Eu lembro que ele dava aula na época em Osasco. Não, Osasco não, Guarulhos. E ele queria que eu fizesse direito, ele disse que eu tinha jeito para ser advogada.

Eu falei, é muita lei, muita coisa, é muito complicado a questão de interpretar aquilo. Ele falou, por isso mesmo, eu acho que você consegue, né, eu vou te dar o apoio.

Não, eu dou aula lá, a gente vê, consegue uma bolsa. Mas na época não tinha carro, era tudo muito difícil.

Até deveria ter ido, sabe? Acho que quem sabe teria sido diferente a rota, mas eu acho que nada é por acaso. E ele sempre falou para mim, acho que você tem todo o jeito.

recurso, coisa assim. Ele falava, olha, o processo era tal, que tinha os arquivos. Ele falava, ''olha, hoje eu tenho o processo tal, eu estou indo para o fórum, não sei o quê.'' A gente já pegava a pastinha, a gente datilografava rapidinho para ter uma ideia, era máquina elétrica. Então, se errasse, a gente tinha que... tudo cópia carbonada. Acho que seis, sete vias. Era uma coisa, assim, monstruosa. Quer dizer, a gente pensando agora, né? Na época normal. E se a gente errasse, a gente até pegava... Sabe, eu já até lembro que eu tinha uma giletinha para, sabe, apagar o carboninho. E depois datilografava, a gente fazia tão bem feitinho que depois não parecia que tinha corrigido. Agora, esses dias em que eu pensando nisso, ''eu falei, gente, a gente era boa, não?'' ''Como a gente fazia direitinho o trabalho, né?'' E eles realmente gostavam, devia ser muito bom porque eles gostavam. Porque assim, eles às vezes editavam e falavam, ''olha, eu estou indo para o... eu tenho o fórum, não sei o quê, uma hora.'' Aí, papel na máquina, a gente carbonava, punha na máquina, eles editavam, tirava de lá, eles assinavam e levavam embora.

''Não, não tem erro, eu sei.'' Eles confiavam tanto que eles ditavam, acabavam de ditar, assinavam e levavam embora. Nunca soube se tinha erro ou não, porque eu não recebia de volta <laughs> o a papelada.

Nós datilografamos muito trabalho. Aí, final de semana, a gente fazia isso. Era o nosso, nosso extra, sabe? A gente trabalhava final de semana todo. Sábado e domingo, direto.

E devia ser muito bom.

E ela que me ensinou todo esse... E, vamos dizer assim, esse joguinho, sabe? Você faz assim, assado. Às vezes você queria mudar uma palavra no meio da tese, a gente já tinha tudo montado. Não, eles querem mudar uma tal palavra. A gente falava, ''vamos mudar tal palavra, tudo bem.'' A gente corrigia, porque tinha, chegou uma época que a gente tinha o corretor lá da máquina. Aí depois a gente mudava, às vezes colocava uma palavra maior num espacinho pequeno. Agora eu fico pensando, eu falo, hoje a gente consegue fazer porque é computador, é diferente. Mas naquela época, eu falo, olha, a gente segurava, sabe? Aquele negócio até de segurar o carrinho e digitar, quer dizer, datilografar, né? Batia, tal. Não, aqui tem espaço para quatro palavrinhas, tinha que pôr seis ali. Então a gente segurava o carrinho, apertava um pouquinho e fazia. E ninguém dizia que a gente tinha corrigido aquilo, sabe? Então eu falo, olha, e assim, e no prédio era estranho, porque estranho assim, agora eu fico pensando, o pessoal que trabalhava, por exemplo, a secretária datilógrafo do departamento jurídico, era um referencial no prédio. Primeiro assim, porque acho que devia ser um pessoal muito gabaritado. Eu lembro das meninas, as datilógrafas também da secretaria, do jurídico.

Muito boas também. Porque aí elas atendiam.

E era muita coisa. Petição, recurso, tudo era datilografado. Então, era direto isso. Agora com o computador, eu acho que facilitou bastante. Agora eu fico pensando, eu falo, nossa, realmente a gente não tem saudade daquelas máquinas elétricas, porque hoje em dia a gente muda a letra, muda, né, muda a cor Faz tudo tranquilo, é diferente. Esse, esse avanço tecnológico eu sei que ajudou bastante

Como que era o... Você falou do curso secretariado, mas agora você falou um pouco do que Mas como que era o curso?

Era voltado exatamente naquela época a quê? Quais eram as aulas? Conta só para a gente entender um pouco daquela época.
O curso secretariado era um curso técnico, era voltado realmente para quem queria trabalhar. Então, a gente, nós tínhamos aula de português, inglês eh datilografia, taquigrafia, estatística, nós tínhamos um professor muito bom de estatística, que mais que a gente tinha Sociologia, arquivo, Então, era realmente para você poder trabalhar eh eh Era bem a parte prática.

E o pessoal, muitas meninas saíram de lá para trabalhar como taquígrafas. Na época tinha muito isso. Hoje tem até, Enem. Eles têm a maquininha e tal, mas naquela época era tudo à mão. E nós tínhamos taquigrafia até inglês. Então, realmente era uma escola voltada mesmo para quem fosse trabalhar.

A descoberta desse lugar Como é que foi ?

Primeiro pela localização dele, logo atrás do Teatro Municipal. E você entrando, é um prédio suntuoso, porque é tudo em mármore, a escadaria em mármore, tudo com vitrais. É um prédio muito bonito. Então, assim, eu assim fiquei deslumbrada. Eu digo deslumbrada, sim, no bom sentido. Não, por exemplo, de você... Como que eu posso dizer? Você achar que eh conseguiu um emprego do outro mundo, não sei o quê, mas eu realmente fiquei super feliz de poder trabalhar num lugar numa empresa desse porte, quer dizer, jamais tinha pensado em trabalhar, ou pelo menos não tinha como meta. Talvez eu fosse menos pretenciosa, alguma coisa assim. Eu só queria trabalhar. Eu precisava trabalhar e ganhar alguma coisa para poder ajudar a família.

Era o maior orgulho dele. E a minha mãe fala isso para mim até hoje. Ela fala assim, ''você não saiu de lá exatamente de tanto que seu pai falou.'' É verdade, uma coisa assim que marcou muito.

Porque é uma empresa muito séria. E isso, quer dizer, já vem desde os avós. É uma coisa que a gente já sabe. E a gente que está dentro, a gente vê o dia a dia, tem contato com eles, a gente sabe disso. É uma empresa séria, é muito íntegra, e é um pessoal muito humilde. Isso realmente é uma coisa assim marcante de todo mundo que chega ali ou tem algum contato com a empresa. A gente vê isso, vamos dizer, os consultores que vêm trabalhar com a gente, a primeira coisa que eles dizem, mas como as pessoas são simples. Mas que humildade, é uma coisa assim, marcante. Que às vezes, acho que eles dizem para mim, eles falam, ''a gente vai em outras empresas, a gente não, não tem essa percepção.''

Essa humildade, a transparência, sabe, a integridade. Então, assim, a família sendo assim, a gente sente uma obrigação de ser assim, não tem como a gente fugir disso.

Você chega lá aos três meses, o pessoal faz lá adaptação e integração. Aí assim, ou você se adequa, você se sente, tem empatia com aquilo tudo que lhe é mostrado, que lhe é cobrado, ou você realmente não se sente bem ali e vai embora. E é uma empresa familiar. Então, se eu for dizer para você, eu sei como funcionam as outras empresas, não sei, porque eu estou há trinta e três anos lá. Eu acabei de fazer trinta e três anos, dia vinte e nove de novembro agora.

Eu falei, ''ontem eu fiz trinta três anos.'' Eu falei, ''muitos funcionários aqui não tinham nem nascido.'' E o pessoal, às vezes, eles me perguntam, ''parece que você já trabalhou há algum tempo aqui, né?'' Mais ou menos. Então, assim, para algum jovem chega a ser demérito. Eles falam, ''não, mas isso é acomodação.'' Porque os jovens, hoje em dia eh a rotatividade é muito grande. É que também eles têm muitas opções, a gama de opções é muito grande. Então, cada área que eles atuam, que eles se especializam, dá essas opções. Agora, no meu caso, eu acho que foi realmente amor, é paixão minha. Eu falo isso aqui, eh isso acho que eu tinha que fazer isso.

Porque, realmente, as pessoas diziam, ''ah, não, eu fui em tal empresa, uma multinacional, não sei o que e tal.'' Mas quem trabalha em multinacional sempre disse para mim, ''na multinacional você é um número.'' Aí, da matriz, eles dizem, ''vamos cortar tanto da verba que a gente tem.'' ''Temos que cortar tanto.''

Não é muito assim, sabe? A gente não é um número ali. A gente é uma pessoa que está ajudando a dar um suporte. A gente até se sente importante, sabe? Não é querendo ser demagoga nem nada, não é demagogia isso. Mas assim, a gente sente que você é valorizada, você sabe, você eh sente que você está fazendo alguma coisa. Você não é mais um lá dentro. Tanto é que você vê, se você conversar com outros funcionários ali, principalmente os mais antigos, acho que todos nós, a gente sente uma família. A gente tem assim um vínculo muito grande.

Eles até vieram, nossa, nós continuamos aqui. Eu falei, '' pois é, continuamos.'' <laughs> E é uma coisa assim, para mim, sabe, eu não sinto que passou tanto tempo assim.

Então eu não fiquei fazendo só uma coisa Não fiquei trabalhando só com uma pessoa
Queria que contasse um pouco esse trajeto, você descrevendo o que foi mudando na sua vida. Porque você mudou, conta

Eu comecei fazendo as substituições das secretárias de dos acionistas.

Na época eu fui trabalhar com o Sr.

Mas, na realidade, é um espaço só da família. Então, eu fico no segundo andar e a empresa é do décimo ao décimo sexto, lá na Rua

Ai em dois mil e depois, e estou lá até hoje

Contar um pouco agora, daqui para frente, daí para frente como é que foi essa rotina, como é que foi mudando isso

Então, o que acontece? É tudo muito rápido.

e funcionários da Votorantim, e que acabaram é sendo dispensados.

Mas, de qualquer forma, depois era uma empresa só, quer dizer, objetivo um só. Mas, assim, a rotina mudou muito, da Praça Ramos para lá.

Tinha atuação na área de papel, na área até da metalurgia, porque todos atuavam em todas as áreas. Mas aí, quando nós fomos para a área de papel, é uma área muito ágil, muda muito lá. muito rápida. Então, era muito complicado. Eu digo complicado, sim, porque assim, era muita gente nova, quer dizer, para mim era um assunto totalmente novo papel, os contatos, os fornecedores eram outros, e eles estavam em fase de expansão das fábricas. Então, realmente, a gente trabalhou muito naquela época. E vei e era um pessoal do grupo novo, que era o pessoal da Papel Simão. E eu aprendi muito com eles.

E mudou muito lá o foco, porque aí já era centrado na área de papel. Aí tinha a parte já internacional, porque aí era exportação. Então, realmente foi assim, vamos dizer, um desafio, porque era uma área totalmente nova. Mas foi muito enriquecedor, porque a gente sempre aprende muito. Esses desafios que a gente tem pela frente sempre... Faz... Nos ajudam a crescer muito. Assim, como profissional, como ser humano. Porque você aprende muito com como relacionamento, com pessoas novas que vêm. A gente sempre aprende muito. E o pessoal que vinha da Papel Simão era um pessoal especialista na área.

Porque tinha uns fornecedores que acabaram a ser os nossos fornecedores. Aí acabaram sendo os contatos, e eu, por exemplo, não conhecia esse pessoal, aí acabei conhecendo. E depois eu fui trabalhar com o diretor financeiro, a área financeira também é muito corrida, é uma área totalmente diferente. E também é uma área muito ágil, muda muito. Aí passei a ter contato com os bancos, também, assim, uma clientela nova, uns consultores diferentes, tal, sabe? Tudo diferente, é uma área totalmente nova. E aí, com eu trabalhando, por exemplo, na área financeira, tinha muito contato com o pessoal do jurídico. Pessoal do jurídico também que tinha que trocar informações, passar documentos de um para o outro, dependia muito um do outro. E depois, e tinha um pessoal muito bom também na área jurídica, a doutora Marina, na época, ela era gerente. Aí depois ela saiu, aí o Boris que assumiu.

Teve gente do Financeiro que veio, treinis, estagiários, até que conseguiram se efetivar, estão agora na Rua Amauri. Alguns funcionários, agora como existe essa, vamos dizer assim, o o projeto movimenta, então, onde precisa de alguém, eles pegam um funcionário, por exemplo, do financeiro, da vê cê pê, precisa de alguém, por exemplo, da Industrial, Aí são transferidos para a Rua Amauri Então a gente acaba encontrando muita gente que estava na Alameda Santos e agora estão na Amauri. E agora eu acabo não tendo, vamos dizer assim, como eu fico no family office, não tenho tanto contato com a empresa. Quer dizer, algumas pessoas em algum momento a gente tem algum contato, mas não é tanto como eu tinha antes, esse vínculo quando eu trabalhava, por exemplo, no financeiro. Agora, como eu fico no family office, eu fico um pouco afastada da empresa, mas eu tenho contato com a empresa na medida que eu preciso de alguma documentação, alguma informação, aí eu tenho que... sempre tem algum contato nas unidades, até da vê cê pê, o pessoal da vê cê pê, e da época em que eu ficava até na Praça Ramos, que algumas pessoas continuam ainda na empresa, então, nas unidades, e a gente acaba tendo, vamos dizer assim Acaba formando
Nesse nesse momento, nesse momento todo que você passou, você lembra algum momento que foi talvez para você o mais mais difícil, o mais desafio lá dentro da empresa? Por algum motivo pessoal ou algum motivo da empresa que você falou, nossa, esse momento foi muito difícil, marcante?
Eu acho que para mim foi marcante, que eu digo marcante assim, ãh foi a época, por exemplo, que eu fazia substituições a secretários acionistas, porque eu trabalhava, por exemplo, com o chefe do jurídico, diretor jurídico, aí eu fui ter o contato com os acionistas. Ah, eu fiquei apavorada. Eu falei, ''gente, e agora?''

Porque realmente é um desafio isso, você atender a muita responsabilidade. Aí você começa a pensar. Aí pesa, aí pesa o nome da empresa, né?

Fala, o que eu fizer aqui dentro, de repente, vai ter assim, vai ser um desastre. Então, tem que tomar muito cuidado. Aí eu fui fazer as substituições da secretária dos acionistas. Aí realmente você vê que... Aí que você vê realmente que a humildade te deixa à vontade. Porque assim, a simplicidade, a tranquilidade com que o doutor José, o doutor Antônio me tratavam, assim, me deixaram muito à vontade. Aí você fala, ''não, não, é só eu continuar trabalhando direito.''

Falar, ''não, é só eu fazer do jeito que eu sei.'' E foi o que aconteceu.
Queria perguntar, eh, você agora está no family office, você comentou, é uma

Para você é uma honra, para você é uma honra, porque é um lugar que de muita confiança, é um lugar da família.
Extremamente, eu acho que é um cargo de extrema confiança.
Queria que você contasse um pouco o seu sentimento quando te convidaram para para ir para lá.
Não, realmente, quando eu fui trabalhar no family office, realmente eu achei assim, eu me senti muito honrada, porque realmente é um cargo de extrema confiança. E, a princípio, eu fiquei meio apreensiva. Mas assim, a gente que tem que trabalhar, você sabe que se você procurar fazer o melhor que você sabe, embora eu sempre diga isso, o seu melhor pode não ser suficiente para eles. Mas eles têm a certeza de que eu sempre procuro fazer o melhor para eles. Sabe, sempre é respeitando e procurando fazer, atender a necessidade deles. Então, assim, porque ser secretária, para mim, eu acho que é como se fosse um sacerdócio. Você faz por amor e não por obrigação. Porque se for você falar, não, eu faço isso para ganhar um dinheiro, eu acho que assim você não consegue. Tem coisas que você não consegue fazer. Então, assim, é o que eu sempre digo para quem vai abraçar uma profissão, às vezes as meninas vêm perguntar, ''ah, você é secretária há tanto tempo, o que você me disse?'' Eu falo, olha, ou você gosta de fazer isso ou você não faz. Embora qualquer profissão seja assim, eu acho assim, para você fazer bem feito alguma coisa, você tem que gostar daquilo, você tem que se identificar com aquilo. E, de uma certa forma, você ser secretária é o servir. Eu acho muito importante isso. E não é seu servir, você ser, vamos dizer, como que você, eu posso dizer para você, é é servir sendo submisso, sabe? Eu acho que é é o servir adequar às necessidades do seu cliente. Não importa quem seja o seu cliente, é sempre um cliente. Eu falo, seja alguém da família, seja um colega de trabalho. Eu acho que a gente tem que prestar muita atenção nisso. É esse você dar a atenção necessária, a atenção que a pessoa precisa naquele momento. Então, fazer da melhor forma possível, não importa o que você esteja fazendo. Sabe? Vamos dizer assim, e o grau, vamos dizer assim, o nível hierárquico da pessoa que você está atendendo. Você tem que pensar que você está atendendo um parceiro seu, um ser humano como você. Então, é uma pessoa que tem sentimentos. É uma pessoa que gosta, quer ser respeitada. Então, acho assim, eu sempre coloquei isso como meta. Você atender, respeitar as pessoas da mesma forma que você quer ser atendido. Eu sempre reclamo muito isso. Às vezes as pessoas falam para mim, aí você vai naquela loja e reclama. Eu falo, mas eu acho. As pessoas que estão para atender, quando você pega uma profissão, você aceita um emprego, não importa se de gari, de porteiro, de diretor. Você sabe o que você vai fazer e quanto você vai ganhar. Então, se você aceitou aquilo, eu acho que você tem que fazer aquilo da melhor forma possível. Se você é um gari, você tem que ser o melhor gari possível. Se você é um porteiro, é o melhor possível. Então, assim, falar você é secretário, então você tem que fazer da melhor forma possível. Pode ser que eu, pode ser que eu não peque pela excelência, mas que eu sempre procurei fazer o melhor possível e isso eles podem ter certeza disso. E isso eu tenho certeza que eles têm noção disso. Eles têm consciência de que eu sempre fiz o melhor. O melhor que eu pude oferecer. Cada um tem as suas limitações, eu tenho as minhas. Sabe, tem coisas que você supera, tem coisas que você não consegue superar. Às vezes eu brinco, eu falo, esse meu porte avantajado realmente não me permite carregar mesas, então, sabe? Mas assim, eu até tento carregar uma mesinha e uma cadeira. Eu posso, sei que eu não consigo carregar uma mesa grande, mas eu vou carregar a pequenininha. E eu vou estar fazendo o meu melhor.
É uma coisa que você falou agora que eu acho que é importante. Esse Esse cargo, eh, secretariado nesse nível, nesse nível executivo, Normalmente, a pessoa se envolvem muito, muito, um com o outro, assim, a a ponto de ser de ser muito íntimo, conhecer a vida da pessoa, às vezes, mais do que a mulher da pessoa, eh, porque conhece muita coisa no dia a dia. Então, tem uma relação, além de profissional, uma relação muito humana. Eu quero que você contasse um pouco dessas relações, alguma alguma ou alguma história, algumas coisas que te marcaram nessa relação humana com as pessoas com quem você trabalhou, ou trabalha ainda.
É, porque assim, eu acho que exatamente assim, secretária, a gente tem que ver muito esse lado humano, acho que tem que partir daí. Sabe, não é um concorrente que você está lá, não é, vamos dizer assim, você tem que ver que é um parceiro, um ser humano que está, você está atendendo. E se você está lá para ajudar a pessoa, é porque a pessoa não tem condições de fazer tudo sozinho, ou em algum momento vai precisar que você vá atrás de alguma informação, alguma coisa. Então, é sempre assim, eu costumo dizer, é como se fosse com um padre, que você se confessa. Tem coisas que ele fala, olha, isso foi, é segredo de confessionário, eu não posso abrir, não posso falar. Mesmo que seja em um julgamento, num processo, realmente, eu acho que eles não abrem, não falam, porque realmente as pessoas falaram em confiança, e é o caso da secretária. Então, assim, A única coisa que às vezes me incomoda um pouco quando falar uma secretária executiva, as pessoas falam, ai porque é muito brava, é muito mandona. Eu costumo dizer o seguinte, você não é brava e você não é porque você quer ou porque você quer às vezes magoar as pessoas. Às vezes eu devo até ter magoado algumas pessoas, sabe? Mas não assim, por dizer, falar assim, ah, não, eu vou ser uma pessoa ruim, não é isso. Às vezes você tem que ter uma postura, é, mais firme, sabe? Você tem que ser incisiva com a pessoa, porque a pessoa tem que fazer aquilo naquela hora. E tem gente que não aceita. Eu falo, gente, isso tem que ser feito agora. E não importa, não tem que saber porquê, para quem e no que vai resultar aquilo. É só para a pessoa fazer. E tem uma coisa que às vezes o pessoal fala, ah, mas é difícil, mas às vezes a gente tem que chegar para pessoa e dizer, olha, é só para fazer o que eu estou pedindo, não tem que saber o porquê. A gente evita falar isso, porque às vezes as pessoas se magoam. Mas tem gente que é muito assim, sabe? Ah, mas por que isso? E para quê? Mas para quê que ele quer isso agora? E por que tem que fazer isso agora? Eu falo, desculpa, mas tem que ser agora, é já. Então, as pessoas falam, mas como ela é mandora Eu acho que não é questão de ser mandora. Você tem uma responsabilidade. A pessoa pede determinadas coisas. Os executivos são super sobrecarregados. Então, às vezes, tem coisas que você fala, não acredito que eu vou ter que fazer isso. Mas você faz. E é verdade. Às vezes, as pessoas falam, ah, vocês são muito serviço. Não é questão de ser serviço ou não, sabe? Se Eu não me vejo, por exemplo, como uma serviçal. E se for o caso, eu não me importo. É porque, sabe, você vai fazer as coisas, você tem que atingir uma determinada meta. Para atingir aquela meta, você tem que, não tem como pular etapas, você tem que passar por todas as etapas. Então, se eu tiver que sair, vamos dizer, às vezes eu já fui para banco, já saí para fazer compras, sabe, já voltei carregada de mercado, porque eu tive que fazer comprinhas disso, aquilo, para alguma reunião, eu realmente eu não me importo. Tem gente que fala, é um absurdo você fazer isso, uma secretária executiva. Eu falo, mas por isso mesmo que eu faço.

Porque às vezes tem coisas que você sabe das necessidades, então você tem que ir e tem que fazer. Às vezes, assim, você precisa comprar um papel, vamos dizer, um papel especial para fazer uma determinada carta. Você tem que ir em uma calunga e comprar o papel, porque você sabe quem vai assinar a carta e para quem vai a carta. Então, você sabe o tipo de papel e por que comprar aquilo. Agora, se você fala para uma pessoa, olha, eu preciso de um papel verge, bege, e o envelope igualzinho, da do mesmo tom, que eu tenho que fazer uma carta agora. As pessoas vão dizer, mas por que tem que ser o papel vê gê e por que tem que ser bege? Eu falo, por favor, dá para fazer o que eu estou pedindo? Aí as pessoas falam, nossa, como ela é grosseira, né? Como ela é mando Tem que ser o papel vê gê bege que ela quer. Você sabe por que tem que fazer aquilo. E as pessoas falam, ai, porque ela é muito mandona. Não é uma questão de ser mandona. A gente tem que fazer com que a pessoa se convença e faça o serviço. E às vezes não adianta, não é você chegar e dizer, olha, meu benzinho, dá para você fazer isso agora, por favor? A pessoa não sai do lugar. Se você chegar e disser, por favor, dá para ir agora? A pessoa já viu que mudou o tom. Aí vão dizer, nossa, como ela é brava, né? Eu acho que não é uma questão de ser brava. O executivo é exatamente isso. Tem gente que fala, ah, mas acho que não precisa usar esse tom, mudar o tom de voz. Eu falo, esse mudar o tom de voz, eu acho que é a mesma coisa como alguém que está fazendo um discurso, quer chamar atenção para alguma coisa, ele levanta o tom de voz, aí vai falar mais grosso. Ou ele vai falar em uma em uma linha reta e todo mundo vai dormir, ou ele vai chamar atenção para alguma coisa, então eleva o tom de voz. Eu falo, não é gritar, não é isso. Não precisa você gritar, mas você eleva o tom de voz, fala um pouco mais firme, a pessoa tem gente que fala, nossa, magoei, né? Mas sabe, eu acho que às vezes é o seu postural. E você tem que ser muito firme, porque senão a gente já vê que não consegue. E eu assim, às vezes eu até falo um pouco mais duro, depois eu falo, nossa, coitadinha, não precisava falar assim, sabe? Mas eu vejo que se eu falo um pouco mais mole, a pessoa não vai fazer. E o pessoal fala, aí, mas e você é brava, né? E eu falei, eu sou brava. Eu sou brava quando eu preciso ser brava. Mas se eu puder, eu prefiro, lógico, se eu pudesse ficar abraçando e beijando todo mundo o dia inteiro, eu prefiro fazer isso. Eu acho que é muito melhor. Só que se eu ficar fazendo isso o dia inteiro, eu não vou conseguir o que eu quero, o que eu preciso. Não é nem o que eu quero, é o que eu preciso.

Porque é uma coisa, eu acho assim, você está na empresa, você é funcionário da empresa, você presta serviço para alguém, para um executivo, aí você não está fazendo à sua vontade. Eu falo, eu não sou brava porque eu quero. Eu não fico nervosa porque eu quero. Lógico, eu prefiro ficar rindo o dia inteiro, concorda? Eu prefiro ficar jogando beijinho, abraçando todo mundo o dia inteiro, muito melhor. Não vou me estressar, mas tem hora que estressa, né? Sabe, às vezes assim, ou é muito serviço, ou você tem que acompanhar, você pede para alguém fazer alguma coisa e tem que acompanhar. Isso realmente, para mim, não cabe na minha cabeça. Porque, para mim, se alguém pedir alguma coisa para mim, é serviço feito, não precisa me cobrar. Porque eu já vou levar aquilo pronto. É aquela história, se me der farinha, manteiga e leite, eu já vou fazer a panqueca. Sabe aquela coisa? Não precisa ficar falando, ai, você sabe quanto de leite que tem que pôr? Sabe quanto de farinha? Não, porque se a pessoa pediu para eu fazer, é porque ela tem certeza que eu vou fazer aquilo. Então, eu parto do princípio que as pessoas vão ser assim, mas nem sempre é assim. E quando você vê que não é assim, então eu já fico de olho. Aí a pessoa fala, aí você fica no meu pé, né? Eu falo, não, não é que eu fico no seu pé. Eu acho que você tem que prestar mais atenção nas coisas. Tem que ter mais cuidado. E é onde eles acham que a gente é brava, né?
Eu queria perguntar, depois de tantos anos, Mas eh estou dizendo assim, profissionalmente, mas pessoalmente também. Qual é hoje é o seu sonho?
Eu acho assim, sabe? Sonho. Sonho a gente sempre tem. Eu espero ter uma aposentadoria tranquila, sabe? Espero já ter trabalhado bastante. Eu realmente, eu sempre quis ter algum negócio próprio, mas eu não sei agora se é uma época boa para isso. E como dizem as minhas amigas, eu acho que agora você tem é que se aposentar, você tem que fazer alguma coisa tranquila, light, aproveitar tudo que você conseguiu até agora. Mas não, mas eu realmente, eu ainda vou ser voluntária, sabe? É um sonho meu, realmente. E eu, até agora, não consegui fazer isso por falta de tempo. Quer dizer, eu ajudo de outras formas, monetariamente. Ou, ãh Fisicamente, às vezes, eu não consigo, porque eles dizem para mim, não, para ser voluntária tem que vir no horário comercial. Em muitos lugares é assim, então eu não consigo. Mas eu ainda vou fazer isso, vou fazer esse trabalho voluntariado. E eu tenho isso como meta. E ainda vou conseguir fazer isso.
Eu queria agradecer a presença, a entrevista. Obrigado por

Sou eu que agradeço, imagina, sou eu que agradeço.
Obrigadão.
Espero não ter atrapalhado, né? Não sei, a confusão foi tanta, né? Não sei, fala uma coisa, volta, fala ou